Para começar, eu queria que a senhora contasse o seu nome completo.
O meu nome

E o local e data do seu nascimento?
Eu nasci em Botafogo, do Rio de Janeiro. E já estou com essa idade. <laughs> E qual que é a data do nascimento? seis Já fiz. Já já eu caminhando
Mas qual que é a data do seu nascimento?

Os meus padrinhos eu não conheci. Eles viram o nome Crisanta, que ia ser o meu nome. Mas na hora do de escrever o nome, na hora do meu batizado, ele achou que que que Crisanta não era nome.

Quer dizer, se eu soubesse falar naquela ocasião, eu falava, não, eu não quero, mas eu era pequenininha, né? Quer dizer, que aí não... Passou... Agora eu não... Ficou com isso
onde veio esse

a senhora sabe alguma a origem dos seus pais?
Meus pais? É. É, os meus pais eles casaram em Portugal, o meu sangue é português purinho. Eles casaram lá em Portugal e meu pai veio para o Brasil. Minha mãe ficou lá. E E ficou, ficou, ficou, ficou. E aí E e não dava notícia. E o as vizinhas, tudo. Ai Ele não vai voltar mais. Ele arranjou outra mulher. Ele não sei o quê. E a minha mãe ficou. Não, eu tenho que saber o que que está acontecendo. E não mandava nada de dinheiro para ela. Não ajudava em E ela esperando, esperando. ela disse, eu vou para o Brasil. Eu vou me encontrar com o meu marido, vou descobrir o que que está acontecendo, se ele arranjou outra esposa, outra companheira. Aí, um dia, ela fez uma surpresa, ela veio para o Brasil. Aí, quando chegou aqui, ela, que antigamente via no navio, o navio ficava parado distante né, tinha que pegar um uma um um barquinho para vir pisar em terra. E e aí, quando ela pôs o pé, ela botou o pé esquerdo. Aí os os vi os vizinhos todos, não os que estavam viajando com ele. Aí ih essa senhora vai ser muito infeliz aqui no Brasil, que pisou com o pé esquerdo, não botou o pé direito, não sei o quê. E aí ela veio, aí ficou. Aí foi descobrir onde meu pai estava. Aí meu pai estava numa fazenda com sociedade, mas o dinheiro só dava para pagar os empregados, não sobrava um tostão para ele para ele mandar um tostão para ela. E aí ela pegou ficou lá com ele, morando lá em em Campo Grande, sabe? E aí ficou, ficou, ficou trabalhando lá e tudo de cozinheira, mas trabalhou tanto, coitada, e ficaram os dois lá trabalhando nessa fazenda um tempão. Ela foi fazer feijão, porque ela não conhecia o feijão preto. Quando ela viu aquele saco de sessenta quilos de feijão preto, disse, ih está tudo estragado, <laughs> o feijão preto está estragado. E jogou o saco de feijão fora. E aí foi aquela coisa. E depois ela ficou algum tempo lá, depois eles vol saíram dali e foram lá para Botafogo. Não sabe? Aí ele arranjou um emprego na prefeitura. Aí meu pai ficou trabalhando na prefeitura, as coisas aí melhoraram um pouco. Depois ah teve os filhos. Quer dizer, que eu tive seis irmãos. E eu era a sétima. Eu fui a única mulher.

tinha um chamado, todos já morreram, que naquela época tinha essa doença de pulmão, né o, tuberculose, né, que chama. Então, três morreram de tuberculose, não sabe? Morreram uns novos, um com vinte e poucos anos, tudo novinho, meu irmão, todos não foram Três, dois do coração e e foram três que foram do pulmão. Meu pai morreu do pulmão e mais dois irmãos. E aí ficou assim, sabe? Eu Eu... Aí fiquei eu com a minha mãe, eu era a única filha moça. E minha mãe, como é, antes de ter aquele... já estava no sexto filho, e aí estava esperando eu nascer. Aí eh ela disse assim, puxa, vai nascer outro menino. Eu, sete sete filhos homens, todo mundo ficava com medo, né?

Começou a tomar chá, tomar isso, aquilo, outro, pensando que fosse eu fosse nascer um homem. Aí, nasci eu, né? E fui uma menina. Aí, depois, cresci, me casei. Logo depois, quando eu estava esperando o meu filho, minha mãe, com cinco dias, morreu. Ela não não viu o netinho nascer. E aí, fiquei.

Vamos voltar um pouquinho. Essa primeira casa da infância era em Botafogo?

Era uma casa em Botafogo, que antigamente eles tinham aqueles casarões, né? E aí tinham duas famílias. E você que morava a metade de uma família, moravam... Eu dividia a casa, né? E minha mãe morava numa metade e essa outra família em outra metade. Era tudo direitinho, separado. Tinha telefone, tinha todo E aí eu fiquei ali, cresci, que era mocinha, fiz os quinze anos ali e fui até casar, até ter ter meu filho, fiquei ali.
Depois... E nessa época de infância, nessa casa das duas famílias, ãh, como que eram as brincadeiras das crianças?
Brincadeira, é, é. Eu sei dizer que o os pais, quando viu os meninos jogando bola, meu pai e minha mãe, principalmente, quando porque eu tinha seis irmãos né, quando viu o menino pegar a bola, escondia a bola. Eu não quero criar malandro. Porque antigamente, jogo de bola, não queria estudar, né? Agora, os filhinhos pequenininhos, com três, com dois anos, já está com a bola na mão para aprender a jogar bola, que agora a bola é a maior. Eu sei que aí, eles ficavam escondendo as bolas. Não não quer estudar, só quer jogar bola, não sei o quê. Era assim. E Mas até que era uma coisa de hoje cinema, viu? Não tinha baile, como tem agora, essas coisas. Eu fiquei uma moça, eu não andava, assim, em cinema assim e em em em em boate, assim, esse negócio de jogar, de dançar. Eu não, eh na minha mocidade, eu não ia. Eu era muito, muito requintada. Ficava em casa com a minha mãe, não era, sempre fui, assim, muito caseira, sabe? Não, não era muito de fofoca, não. <laughs>
E a senhora se lembra da primeira
Eu eu lembro, eu es eu estudei no primário ali na Lagoa, no colégio Pedro Ernesto, que tinha ali. Mas eu estudei pouco, eu não queria nada com estudo. Minha mãe fez isso para me estudar, viu? Não não posso pôr culpa na minha mãe, que ela fez tudo para me estudar, mas eu não queria nada com estudo, viu? Mas quando chegava na hora de ir para a aula, inventava dor de cabeça, dor de barriga, tudo quanto era coisa só para não ir à aula. Mas agora, eita, olha, você vai crescer. Quando você estiver grande, você vai ver a falta que faz realmente. Depois que a gente cresce, tudo que a gente vê, né? Como faz falta o estudo, né? Mas eu estudei o primário, mas... Depois casei também, fiquei dona de casa, criando filho. Ih
E nessa época de escola, a senhora se lembra de alguma professora assim?
Não.
Não? E nessa época do Botafogo, o que que o o seu pai
Eu queria que você falasse de mais alto.
eu sou surdinha. Nessa época do Botafogo, uhum, o seu pai trabalhava em quê?
O meu pai trabalhava na prefeitura. Ele ficou até... até se aposentar. Quer dizer, ele não se aposentou porque ele estava doente do pulmão.

E naquela época ainda não tinha aposentadoria, sabe? E aí, quando ele já estava muito ruim mesmo, E aí veio o nome dele no jornal, na naquele jornal que vende que vem para para se aposentar. E a minha mãe ela tinha que cuidar do documentação para para se apresentar, mas ele estava doente. Naquela época não tinha ninguém que ajudasse. E minha mãe também não era tinha muito estudo. E aí ficou, aí meu pai morreu, viu? Ele era novo, ele tinha cinquenta anos. E os filhos tudo pequeno. Minha mãe passou muito aperto porque a aposentadoria, coitada, ela não recebeu. E aí não teve uma pessoa que orientasse, se tivesse uma pessoa que ajudasse, né? Ela talvez tivesse ficado melhor que ficar recebendo a aposentadoria. Aí vinha o nome dele para ir lá cuidar da documentação. E não teve que ninguém que a ajudasse, né? E aí ela não não ficou recebendo a aposentadoria e foi criando os filhos, assim, com um pouquinho de necessidade de... Graças a Deus, fome nós nunca passamos, né? Mas hum a vida, assim, com conforto, não não tinha muito, não. Mas todos cresceram, graças a Deus, casaram, tiveram seus filhos, tudo numa boa, sabe?
E ela ficou sozinha, ficou, com sete filhos para criar?
Foi. Minha mãe passou muito aperto, nossa senhora. Porque eh o meu pai morreu novo, com com cinquenta anos e E não que ele pegou essa doença do pulmão que antigamente não tinha cura, né? Antigamente não tinha cura, não. A pessoa pegava a doença, não tinha, agora tem, né? Mas naquela época não tinha, não. E

Ele morreu e ela ficou com com aqueles filhos todo, mas ela tinha um um terreno hum lá, uma casinha alugada e recebia aquele dinheirinho, vivia e controlando, tinha a vida. Então, é isso aí. <laughs>
<laughs> E a senhora se lembra eh como era o cotidiano dessa casa do Botafogo? O que se comia?
A comida é é até que ia a comida tinha aquela, ele ele é ele recebia o assim o dinheirinho que eh que ela recebia do do trabalho da prefeitura e ia todo para o supermercado. Era tudo para o supermercado, para aquele monte de filho para comer né. Mas, graças a Deus, dava para tudo, hum. Não não digo que tinha aquela fartura né, mas, graças a Deus, vivíamos mais ou menos.
Mas... <laughs> E e nos tempos de adolescência, a senhora era a única filha mulher.

Como é que era isso?

Eu tinha uma uma prima que era igual a mãe para mim, sabe? Como que ela chamava? E e a Ela que me vestia, ela que me me dava tanta coisa. Tinha Quando eu fui menina, eu tinha tanta roupa bonita, tanto de bonito que eu tinha, que ela me dava. Me vestia dos pés e da cabeça. A minha mãe só me dava mesmo alimentação, que ela me vestia. Andava tão bacana, sabe? Quando era mocinha. E E aí, eh eh era assim. Depois também foi. Deus levou todo mundo. Agora, foi meu marido também.

Quero estar sozinha. Eu e tenho esse filho que é um vãozinho para mim, graças a Deus.
E como que era o

Era uma portuguesa. Foi uma história também grande, porque minha mãe teve aqueles filhos todos. E aí, ela estava com seis filhos homens e eu era a sétima, né, menina. No meio daquela porção de meninos, a minha mãe ficou desesperada. Disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com tanto menino Eu tenho que arranjar um jeito. Aí ela mandou uma carta para para os parentes dela de Portugal, para as primas. Os parentes que ela tinha lá, que eu não conheço, só por correspondência, sabe? Por fotografia. Mas nunca fui a Portugal, não não conheci. E aí ela mandou essa prima vir de Portugal. Ela já é uma mocinha. Aí ela veio ajudar a criar meus irmãos, sabe? Aí ficou e tomava conta de mim, dos meus irmãos, sabe? E depois ficou, ficou, ficou até meus filhos meus irmãos crescer, eu, e eu casar, e ter filho, tudo ela ali. Depois Deus levou também. E
E onde que a senhora conheceu o seu marido?
E a minha história também é uma história bonita, porque eu tinha um um irmão que estava doente do pulmão. E antigamente tinha um um medicamento né para ser estereotomicina, era um remédio americano, que era difícil de de de encontrar aquele remédio. e meu ir meu irmão tinha tanta vontade de ficar bom, sabe? E E aí, vai, minha irmã, vai na cidade, num numa farmácia, e deu, escreveu direitinho, vai lá que você vai encontrar esse remédio. Aí eu fui.
Eles... Aonde era no no no do Rio? É
E foi lá na aonde era o tabuleiro da Baiana, ali, lá da Carioca, sei lá por ali, mas eu não conhecia, andava muito na cidade sozinha, não. Eu sempre fui muito quieta, sabe? E aí, então, eu fui... Ia como? De bonde? De, é É, de bonde. Ia de bonde. E E e tinha também uns lotações. Só que agora não tem esses ônibus menores. Por exemplo, tinha também lotação quando o pessoal estava com pressa, pegava aquelas lotações. <laughs> Quando eu também andava com dinheirinho. Aí, ele deu um bolão de dinheiro, Porque era caro aquele remédio. Aí, eu fui lá na farmácia comprar. Menina, quando eu cheguei lá, Quem veio me atender foi o foi meu o meu marido. Minha namorada, né, antes. Aí eu entrei na farmácia, ele veio e aí disse assim, eu estou com a minha boca meio assim, ó, de de de, eita, bebe uma aguinha, acho eu vou beber um pouquinho de água. Está seca e muito remédio que eu tomo.
Hum, e o tempo está seco Aí vem de lá o... como era o nome dele? É
É, aí eu estou entrando... mas sabe quando a pessoa não tem uma prática nenhuma? Entrei naquela farmácia meio acanhada e com medão, porque eu já tinha entrado em três farmácias e nenhuma tinha chegado remédio dos Estados Unidos. E aí quando eu entrei na tal farmácia que o meu irmão escreveu, tinha o remédio.

Eu veio primeiro aquele ele todo com um jaleco branco, parecia até um doutor, ele era todo faceiro. Aí eu disse, moço, dei a receita para ele, tem esse remédio. Ei Ele estava aten ele era esperto à beça, ele estava atendendo três fregueses de uma vez. Ele colocou o jaleco com três papéis nos bolsos, não sabe? E aí eu dei o o o, como é, a receita, ele pôs, espera um momentinho, tá? está bom. Aí, daqui a pouco, ele veio. Aí eu dei, ele disse, olha, tem esse remédio? Tem, tem, tem, tem, Era uma nota, sabe? Aí ele separou tudo, ainda faltava uma água para dissolver. o Eu não me lembro o nome do remédio, eu sei que tinha que misturar com a ingestão, sei lá. E aí, ainda falta isso, disse, que é esse também. Ele botou, aí foi um pacotão de remédio. Aí ele veio e aí despediu tudo. Aí disse, agora eu vou pegar a condução. Ele disse, foi tão bonzinho para mim que tinha que ir na prefeitura carimbar aquela receita e eu não sabia nada na cidade. Aí ele foi legal, menina. Daqui a pouco ele tirou o jaleco, vestiu o paletó. Menina, parecia um doutor. Terno eu, por isso que eu me lembro desse essa Casimira rico de giz, não sabe? É bonito, né? Menina, mas saiu com aquele terno novo, bonito que sou, você vendo? Ele pegou, foi comigo lá. Era logo atravessar a rua, menina. Eu não sabia nada na cidade. E E ele conhecia tudo que trabalhava ali. Aí foi lá, subiu no elevador, aí carimbou o negócio lá, as receita. E aí veio comigo na farmácia e embrulhou tudo direitinho. Me levou no ponto do ônibus. Ainda isso era de tarde. Ele disse assim, você aceita tomar um cafezinho? Eu digo, não quero não, senhor, com a vergonha dele, mas eu tinha simpatizado com ele, era bonitão, sabe? Aí eu Mas ele mas eu não estava nem pensando em namoro, eu estava preocupada com... Era com remédio para o meu irmão, que estava lá, coitadinho, doente. Aí, tomei um cafezinho menino, um cafezinho em pé, mas quente que eu fiquei com a minha língua queimando, e eu toda nervosa. Ele tomou aquele... dois goles e tomou o café, e eu fiquei uma hora para tomar. um pouquinho de café, mas demorei tanto com o café quente. Não precisa, não precisa ficar com pressa, ele. Eu digo, ah, mas eu eu eu estava com hum vergonha mesmo, tá? Aí tomei aquele café, fiquei com a língua queimada mesmo. Aí ele pagou o café e tudo, aí me levou no ponto do ô do E aí me deu o telefone da farmácia e eu digo, está certo, muito obrigada, agradeci, mas eu gos mas ele foi tão... sabe o que o que me que eu estava tão nervosa, tão preocupada, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, eu eu tão sem expediente, sem... Ai meu Deus. Aí, fui para casa e quando no dia seguinte, quem que telefonou logo?

telefonou para mim, aí ficamos namorando, sabe? É assim... Quantos anos a senhora tinha nessa época? Ah, eu tinha vinte e Ele tinha vinte e um anos, ele. Eu era três anos mais velha do que ele, viu? Mas foi assim, sabe? Com... Com... Hum, tinha um dois meses, hum, dois meses nós ficamos noivos. Dois meses.

Ele era do Norte e eu daqui do Rio. A família dele toda era do Norte, mas ele foi muito legal comigo. Aí, dois meses depois, ele veio uma irmã me conhecer aqui no Rio, veio outro, veio outro. E aí ele tinha um <coughs> ainda tinha uma avó, a avó veio no Rio, costurou um tão de coisa para mim, fez um monte de coisa. Quer dizer que foi uma vida boa, sabe? Aí depois nós casamos, com seis meses nós casamos. Foi logo assim. Aí que minha mãe estava doente, e minha mãe tinha o maior medo que eu sozinha. E minha filha vai ficar sozinha. E aquela preocupação, sabe?

Deus ajudou, eu casei, ela morreu tranquila. Eu ainda estava esperando meu filho, ela estava viva. Quando faltava cinco dias para ele nascer, minha mãe morreu. Eu sei que no dia trinta e um ela morreu, no dia primeiro ele eu fui para a maternidade. Aí ele nasceu, mas graças a Deus nasceu um filho maravilhoso, viu? Graças a Deus, é muito bom para mim, viu?
E como é que foi esse casamento?
Conta um pouquinho. Foi um casamento muito legal. Foi simples, né? Foi simples porque eu. Eu não tinha muito condições para fazer um enxovalzão bonito, né? Mas comprei as a poucas coisas né o necessário. Mas fiquei morando ali mesmo, que a a casa tinha um quarto grandão. E E aí arrumamos aquele quarto, imobiliou bonito, Fiquei morando com a minha mãe ali mesmo, na mesma casa. Só que ele arrumou um quarto bem bacana para gente morar, mas tinha cozinha, tinha tudo bonitinho, sabe? A casa era uma casa boa mesmo. E E aí e morava duas famílias, metade da outra família e a a minha mãe e eu, que só morava eu e ela ali. E os irmãos já tinham tudo casado, viu? E aí fiquei morando ali com ele. Depois, quando meu filho nasceu, com com seis meses que eu morava ali, que a min minha mãe já tinha morrido, aí o eh meu marido comprou uma casa, mas só eu morava... Você já pensou em Botafogo? Fomos morar, sabe, o quê? Marechal Hermes. Já pensou? Um apartamento novinho e tudo, mas era longe, menina. E E ele já estava trabalhando na Sul América. Ele trabalhou lá. Aí trabalhou lá, ficou lá um tempão, depois ele saiu, quis trabalhar por conta própria, não sabe? Era E aí ficamos naquela coisa até ele morrer.
E Marechal Hermes é um bairro muito diferente de Botafogo, né? Como é que foi essa
Eu acredito que eu eu eu nunca tinha ficado numa casa sozinha. Morava com a minha mãe e morava com aquela outra metade da família. De repente, fui morar num apartamento e eu não abria a porta nem a janela. Ele saía de manhã para o trabalho. E eu ficava com o meu filho pequenininho, com seis meses, sete meses, trancada dentro. Parecia que não tinha ninguém. A vizinhança, <laughs> pessoal, e eu e eu com o maior medão de de ficar. Aí trancava a casa toda, ficava dentro de casa ali, fazendo serviço e tudo ali. Aí quando chegava de tarde, chegava a quatro, meia, cinco horas ele chegava. Mas era muito longe, sabe? Muito longe. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu vim morar nessa distâncias só vendo. Mas era até apartamento próprio, tudo novinho, mas era era longe demais, sabe? Eu achava aquilo hum tão ruim. E ficar sozinho. O dia que chegava, dia de sábado, domingo, era uma felicidade. <laughs> Que ele não trabalhava e ficava perto de mim. A gente saía, ia passear, ia para a praia. Passeava à beça dois dias, né? No fim de semana. Mas era uma vida boa, sabe?
Mas, é... E o filho da senhora, como é que ele se chama?

E ele nasceu em que ano?

Mil novecentos e cinquenta, nasceu. Como é que foi essa experiência da maternidade? Ah, é Essa experiência foi foi engraçada porque o o Ficou com essa sobrinha né que ficou criou a gente. Mas depois já estava tudo grandinho e tudo. Aí tinha uma casa de uma família muito rica. E E aí ela foi para a casa dessa ca família. E também criou ela como filha. Já estava mocinha já. Aí ficou lá e tinha e tinha um médico que já morreu. Viu? E ela, quando ele ela foi para lá, essa minha prima, esse médico era garoto. Tinha seis meses. E aí ela acabou criando ele. Acredita que deu ela criou esse médico e já está morto. Aí eu casei e nasceu o meu filho, esse médico que ela criou, que foi o parteiro. O pai dele tinha muito dinheiro, e aí fez um um uma, como é? Um hospital né, para eh para o filho, porque ele se formou em médico, e ficou lá nessa, essa como é que chama? Eh Maternidade, né? E aí ficou lá, e aí eu fui ter o neném lá. A família toda ficou encantada.

E ficou nosso amigo até morrer, viu? Hum, hum. Muito legal. Um médico bom, porque quando a gente eu exis ele existiu, eu não não não tinha outro médico. Até pelo telefone, Ele entendia, a gente pegava o telefone.

Ele receitava remédio, comprava, pronto.

bom. Não precisava nem de ir no no consultório. Pelo telefone, ele resolvia nosso caso. Era médico da família mesmo. Mas foi muito legal esse médico. Foi pena ele morrer. Mas minha prima que criou ele. Ela criou meus irmãos todos. E depois ela ficou velhinha. E Deus levou também. Mas ficou a lembrança, né?

Foi crescendo, foi crescendo, depois se estudando, se formou, né, que está formado, tinha um colégio Batista, quer dizer, lá no Rio. E aí ele se formou em advogado, depois ele ficou trabalhando, depois veio aqui para São Paulo, aí conheceu uma paulista, <laughs> casou com uma paulista. E aí, de vez em quando ele vai lá no Rio, passa uns dias comigo, e agora, né, ele foi lá e fez essa surpresa que ele está fazendo agora de me trazer aqui, trouxe essa surpresa para mim. Que eu estou aqui cheia de vergonha.
<laughs> Imagina! Ah, meu Deus do céu!
Aí ele disse, olha, eu vou te levar lá que você vai ficar contente, você vai ficar contente. Eu digo, tá. Eu, ó Olha que eu sou muito envergonhada. Não, você vai gostar. Você vai sim gostar. E realmente eu estou gostando, viu? Que bom. É

Marechal Hermes. Ãh, Ele era filho único, né? É
Não, mas lá eu tinha duas vizinhas. Uma de... Eu morava no apartamento do meio. E tinha uma do lado direito e o lado esquerdo. Ela que sabia que eu que era medrosa, eu ficava trancada, né? E aí ela batia na porta e aí E ficou olhando para mim e abriu a porta para mim porque eu ficava trancada mesmo. Depois chegou a veio minha sogra para para o Rio, ficou um tempo comigo, uma sobrinha, e ela uma neta dela que ela criou. E aí ficou morando com comigo um tempão, sabe? Mas isso, eu depois eu ainda tenho história muita história para contar. Eu sei que eu fui para o Norte passear, viu? O meu marido disse, eu vou te levar lá no... eh foi Recife. Não, a minha sogra morava na Paraíba.

Fui para Paraíba, passei um tempo e depois eu vim grávida do céu de lá, não sabe?
E como é que era essa viagem nessa época?
Não, olha, o meu marido, ele era muito furão, sabe? Esperto, ele ele trabalhava já na América, mas ele ganhava dinheiro era pouco, né? Para comprar passagem de avião e tudo. Sabe que ele foi lá no... procurar

Ele conseguiu duas passagem de graça. Ele era fogo. Não, nós vamos de avião. Aí ele conseguiu mesmo, sabe? Aí nós fomos de avião lá para a Paraíba, né? Foi para Recife. De Recife pegamos um táxi para ir para para Paraíba.
E, nessa época, a viagem de avião era um negócio chique.
Era. Não era todo mundo que podia comprar, não, menina. E E nós conseguíamos, né? Nós conseguíamos porque foi Deus para a gente. Mas também só deu só ida. Aí, quando foi a volta, o meu cunhado tinha alguma grana e ele queria vir para o Rio. Aí, veio ele, os dois, meu irmão e eu. E e E aí, eu estava já grávida. Aí eu não sabia. Eles foram passear numa praia, que a praia de lá da é linda, você conhece? A praia de Tambaú é linda. Aí nós fomos passear e a minha cunhada comprou peixe, peixe ainda pulando, sabe? Vinha aquela jangada com aqueles peixes pulando, só vendo. Quando ele trouxe aquele pacotinho de peixe pulando e pulando, eu a eu agarrei daquele pacote de peixe e fiquei cheirando aquele cheiro de peixe. Eu estava grávida e não sabia. E eu sentindo aquele cheiro e adorando. Vim agarrada com o pacote de peixe. Eu não estava sabendo não, sabe? <laughs> Que estava Aí, quando chegou, eu disse, puxa, mas que peixe mais cheiroso. Que co <laughs> e eu E eu e eu agarrada com o pacote de peixe. A minha a minha sogra disse, ai já estou vendo tudo, já estou vendo tudo, você está esperando o neném. Aí quando chegou na época que foi mesmo de viajar, não não veio. agora, eu estava agora sem saber. Aí ele disse, você não precisa se preocupar, minha sogra. Aí falou para o para o filho dela, né, que era o meu marido. Olha, manda tanto de de Suíço, não sei o quê, não sei o que lá, renda não sei o que lá, que o enxoval vai chegar tudo prontinho. Não deu outro. Ele mandou, veio o enxoval completo, até os travesseirinhos veio. Cada coisa mais linda, só vendo. O enxoval foi lindo mesmo. Tudo bordado à mão, sabe? Foi muito bonito. Aí mandou o enxoval Todinho, quando chegou, veio de avião aquele pacote de enxoval tão bonito. Aí eu fiquei feliz da vida. E sabe que eu tinha uma vizinha lá? Quando eu via aquelas roupinhas secando, dizia, meu Deus, que camisolinha mais linda. Quem fez isso de? Foi tudo minha sogra quem que fez. Foi tudo bordado à mão lá no no norte. Eu não fiz, eu não não dei um ponto, porque eu não sabia fazer nada de bordado. Aí veio tudo prontinho de lá. Foi muito legal mesmo, ela foi muito boa para mim, sabe?
Depois... Depois ela veio passar uma temporada no Rio? E
É, depois... Depois ela ela foi madrinha do meu... Ela era vó e era madrinha dele, mas ela já era idosa, né? Aí logo, depois ela morreu. Ele ficou sem madrinha há pouco tempo, logo morreu. Mas ela batizou ele, foi uma festa bonita, ele foi... Foi legal, sabe? E ela ficou um tempo com eles, morando comigo. passando um tempo aqui, sabe? Porque ela tinha a casa dela lá na Paraíba. E ela criou aquela neta, e já estava mocinha. Ainda ainda é viva a neta dela. Enquanto ela telefona para mim lá da Paraíba, ela liga que agora morreu a mãe dela também, que era a minha cunhada. Ela morreu aqui no Rio, lá no Rio. E ela ainda tem o marido dela e tem os filhos, mas ela ainda lá. Mas eu é isso, sabe? vida, né? E E que mais? E aí

Ele era pintão? Como é que ele era de

Que ele era bonitão. Agora que ele está gordão, assim, que relaxou, viu? Mas ele era bonitão. E E ele tinha... Eh primeiro, ele ele tinha uma namorada que ele gostava muito, mas ele estava recém-formado, sabe? E ele ainda não tinha emprego, não tinha nada. Ele tem uma namorada firme. E a família queria que queria que ele casasse. Se eu não tenho condições ainda de casar. Ah, como que eu vou sustentar minha esposa se eu ainda não tenho nenhum emprego?
E o que que ele estudou na faculdade? Ele
Ele é advogado. Mas ele ele não exerce a profissão, ele se formou por se formar. Quer dizer, não Ele trabalhava com negócio de exportação, sabe, numa empresa, e ficou trabalhando, até casar, e ficou nessa empresa, trabalhando de exportação, essas coisa, aqui em São Paulo mesmo. Mas e depois, e antes lá no Rio, antes ele trabalhava para um negócio de de... como é que era uma? Uma firma. Era um negócio de... eu agora não estou me lembrando o nome da empresa que ele trabalhou lá. Mas ele trabalhou um tempo lá. Depois que ele veio aqui para o Rio, ele não ele arranjou um emprego. numa empresa aqui e aí ficou aqui em São Paulo trabalhando nessa empresa. Mas ele não quis ser eh como é? es ser advogado, não. Ele se formou por para ter um diploma, mas hum ele disse que hum ele falou que para ser advogado tem que ser muito. Eu não sou, <laughs> então não dá.
E ele sempre morando com a senhora? É, até... Nesse apartamento lá de Marechal mesmo? Até
Até ele arranjar esse... Eh até ele vir para aqui, ele ficou morando comigo. Eu acho que ele morou mais de trinta anos comigo, sempre pertinho de mim. Ele já estava com o rapaz e já... E e Ele estava namorando, estava com essa mo moça que estava namorando firme, e os pais queriam que ele casasse, ele não queria casar, aí ele acabou e desmanchou o namoro. Ele gostava à beça da moça, mas ele disse, como é que eu posso? Eu vou desmanchar. Aí, sabe o que eu vou fazer? Chamou o pai dele, e sabe o que eu vou fazer, meu pai? Eu vou desmanchar o casamento, mas eu vou comprar uma moto. Foi uma morte para o meu marido. Ele tinha medo de moto. Mas ele disse, eu vou comprar uma moto. Ele comprou uma moto novinha. Aí o o o meu marido levou ele lá no de, perto dos jogos, tinha um uma estrada, um pedaço que não tinha movimento, e ele ficou treinando ali, sabe, treinou, treinou, treinou, comprar a moto. Depois comprou, teve uma, duas, terceira moto, já era uma grandona. Uma moto grande, bonita. Mas ele passeava, ele se divertiu muito lá no Rio, sabe? Depois veio para aqui, aí logo casou e está aí. Só não tem um netinho, porque a minha nora não também trabalha, não não quis saber de filho, mas ela gosta muito de viajar. Eles também viajam, ele também gosta de viajar. Quer dizer que então... Para ter filho, para deixar como empregada, não dá. Não, e deixar entregue para os outros, não. Não posso ficar com meus filhos criando comigo, então eu eu não quero filho. Então, já está já está com quarenta e poucos anos, já está passando da idade também, né, de ter filho.

dele trocar uma geladeira por um barco? Ah isso, isso é
Meu marido ele é ótimo, mas ele é meio maluquinho, sabe. Ele fazia cada coisa, menina, cada coisa, só vendo. Não era fácil, não. Ele ele Ele uma vez, ele tinha comprado uma geladeira, sabe? Uma geladeira bonita, grande. E eu Para Você vê que coisa. Ele era novo, tinha uns vinte vinte um ano Ele pegou, trocou a geladeira, virou um carro velho, tudo ruim. Menina, quando eu vi ele... eh Ah, eu fiz um negoção de comprar um carro. O carro <laughs> O carro não valia nada. Aí ele... Ele levou... Pode beber. Eu fico com a boca seca, fica ruim.
A senhora estava contando como foi a compra do carro.
Pois é, aí eu eu sei que eu estava feliz da minha vida com a geladeira, né? <laughs> Aí daqui a pouco ele chega todo contente tinha comprado um carro. Menino pegou a geladeira, esvaziou a geladeira. Olha que coisa de maluco. Levou a geladeira, o homem levou a geladeira e depois eu digo, mas que coisa, eu com um filho pequeno, como é que eu ia guardar as coisas né, o leite e tudo? Mas fez uma loucura. Pior que ele comprou um carro que não prestava, estava sempre guiçado. Ele fez dívida em todas as esquinas, porque consertava uma coisa e quebrava outra, consertava outra e quebrava outra, e ele ficava, aqueles mecânico, tudo consertando o carro e ele fazendo dívida. Enquanto ele não se hum se livrou daquele carro, <laughs> ele não teve sossego. Depois ele viveu, ficava reclamando, ó minha geladeira, ó minha geladeira até que depois ele comprou, mas demorou, ó. Foi uma Mas fazia cada maluquice só vendo. Ele era muito bonzinho, viu? Mas era meio maluco, sabe? Assim, não não não pensava, sabe? Só vendo. Mas ele era muito legal, assim muito carinhoso, muito bonzinho. Mas ele era muito jovem. Sei lá, não não pensava, sabe? Mas ele era eu sinto muita saudade dele. Ele era muito bom para mim, mas fazia muita bobagem. Teve uma vez... Olha, outra coisa. Ele saiu para comprar não sei o quê. Não sei se era um lanche, era, sei que era de tarde. Aí, disse, olha, eu vou comprar. Eu fiquei esperando um pouco. Demorou, demorou, demorou, demorou. Já estava anoitecendo, quando é daqui a pouco... Sabe aquele que ele chega em casa com uma tartaruga viva? Desse tamanho, viva! A bichinha com as pernas mexendo. Eu disse, mas para que isso? Aquilo dentro do apartamento, menina? <laughs>
É sério! Aí, <laughs> e e agora esse bicho vivo aí, como é que vai ser?
(Ri enquanto) Ele arranjou uma baci, uma bacia grande, sabe assim, botou água <laughs> e botou a danada da bichinha dentro daquela bacia com água a noite inteira. <laughs> Aquela tartaruga se mexendo, depois de não dormir, o que danado né da da da tartaruga se mexendo a noite inteira dentro. E <laughs> E nem comendo, eu não sabia o que que ia dar para comer.

No dia seguinte, eu digo, e agora? tu vai fazer com essa tartaruga aqui? Não, eu vou levar para o restaurante para eles fazerem sopa, sei lá. Aí levou a tartaruga de novo, mas cada maluquice que ele fazia, dessa vez da tartaruga, disse, mas eu vou trazer, ao menos, aquela casca que ele teve, Eu não quero, não. Nem de estopa, eu não quero. Eu não quero nem saber que gosto que tem de sopa de tartaruga. Eu não quero, não. Aí, levou a tartaruga. Porque deu, não sei para quem. Mas cada maluquice que ele fazia, só vendo. Essa tartaruga, eu nunca me esqueço. Foi um um abacaxi mesmo, sabe? Poxa, aquela bicha viu dentro do banheiro fazendo barulho com as patinhas dentro d'água. Ai, meu Deus.

Ora, de Marechal Hermes... Peraí, eh de... Marechal Hermes, depois eu... Aí eu fui, e vim para aqui, porque eu eu tinha um cunhado que estava numa situação muito boa, morava em Santos, o irmão dele. Ele estava muito bem de situação, sabe? E Então, convidou o meu marido para vir. para aqui, para Santos, né? Aí nós viemos, passamos um tempo em Santos, morando em Santos. Ficamos morando aqui um tempo. Ele tinha uma casa muito bonita, um apartamento muito bom, aí e ele cedeu o apartamento dele para a gente morar. A gente não pagava aluguel, não.

Aí, quando nós viemos para morar em Santos, ele já eh, já estava grandinho.

E aí, ficamos morando lá no apartamento dele, Fiquei um tempão lá. E depois fiquei, fiquei, fiquei. Depois ele ainda era funcionário depois da Sul América. O o meu marido ainda estava trabalhando lá. Ele pediu uma licença e nós fomos para lá. Mas depois ele disse. Aqui é muito parado. Achava ah ah lá em Santo que é é temporada, né? Aquilo ali. Quando chega o tempo das férias, fica... Aí ah eu vou voltar para o Rio. Você quer voltar? Eu digo, ah eu quero. Aí nós voltamos para o Rio. Aí ele comprou aquele tal apartamento lá, viu? Outro apartamento? É, é E e, olha, ele com ele comprou um sítio, depois comprou outro sítio e, ultimamente, ele tinha comprado uma casa em Teresópolis, uma casa boa, sabe? Aí o o meu filho vendeu a casa há pouco tempo, uma casa tão bonitinha que tinha lá em em Teresópolis.

Eu lá sozinha não ia para casa também. Como é que eu ia para uma casa sozinha, né? Para Teresópolis, para um lugar... E ficava um pouquinho distante do do centro, que tinha tinha que ter de carro mesmo. Tinha que saltar da condução. Todo mundo que tinha casa ali, todo mundo tinha carro. E o meu bairro também tinha carro. Aí nós íamos para o sítio de carro, mas depois ele morreu.

Aí nós íamos para o sítio, mas ficava a casa fechada um tempão, se estragando. Ele disse sabe de uma coisa, eu vou vender a casa, a casa é bonitinha. E ele vendeu a casa, não tem não tem muito tempo não, a casa é bonitinha ele vendeu, mas é assim, sabe?
Mas quando voltaram de Santos, foram morar onde? No Rio?
Fui morar na Tijuca já.
Ah, na Tijuca.
Fui morar na Tijuca. Fui morar na Tijuca. Depois, dali da Tijuca, nós fomos moramos em Copacabana, na Sá Ferreira, viu? Na Nas duas ruas de Copacabana que nós moramos. Depois ele comprou o apartamen esse apartamento que nós estamos morando, ele ele próprio. Aí eles compraram aí, diz puxa, nós moramos aqui em Copacabana, era tão legal, toda noitinha ele sentava com as mesinhas, tomava, ele gostava de cerveja, tomava com a cervejinha, ficava ali e tudo, mas ele dizia, ah nós vamos para a Tijuca lá, vai ficar distante da praia, mas a casa é própria, aqui nós pagamos aluguel. Aí ficamos Uma pena alegre e triste, porque eu ia sair de Copacabana para ir para Tijuca. Mas a casa era nossa, né? Aí é o jeito, uma coisa não pode... <laughs> Aí fomos para Tijuca e estou até hoje lá. O apartamento lá é muito bom, grande, sabe? Só fico um pouquinho distante da praia. Mas agora tem o metrô, vai inaugurar agora há pouco. Daqui a... dia dezessete de dezembro vai inaugurar o metrô que vai até e direto a Ipanema, que nós moramos aí na Tijuca, é um pulo.
É, A senhora gosta de praia?
Agora não estou indo mais, eu ia muito na praia, eu ia muito mesmo, mas agora não. Até durante a semana eu ia, sabe? Mas agora, depois que eu envelheci eu, foi tão difícil. Já tem tempo que eu não vou na praia, mas eu ia muito, sabe?

Agora não, agora não, não estou mais indo, não.
E ele gostava de praia
Ele adorava.
Vocês lembram, assim, alguma história, de praia? Ih
Gostava. Tinha vez que ele ficava preto, preto, preto, se queimava. Ficava uma cor bem... <laughs> Mas ele ficava pretão.

Meu marido também ficava queimado só vendo. Mas é isso.

que é a história do do Circuito da Gávea. Ah
<laughs> Ah, você contou! Isso hum no tempo que meus irmãos eram rapazes e eles gostavam muito, tinha tinha aquela corrida de moto, né, que antigamente era baratinha de corrida, né, que agora é Fórmula um, né, agora é tudo diferente, né. mas aí eh eles iam para lá assistir as corridas, sabe? Mas aí eh eu era menina e eu ia assistindo e eu gostava. E agora eu não acho mais graça de nada. Mas era naquela época porque era engraçado, porque ficava aquela estrada que da antes da Gávea, ficava aquelas montanhas assim e a pessoa ficava ali sentada com as sombrinhas, sabe? Tinham que levar alguma merenda e ficavam ali. esperando a corrida, era bonita, sabe? Eu adorava, gostava de ver. Mas os meus irmãos também, tudo garoto. Depois foram crescendo, mas agora já está diferente, agora não, acabou. Agora já está tudo diferente mesmo, já não é mais aquelas baratinha engraçada, né? Era engraçado, corrida de baratinha. <laughs> Eu agora nem me lembro, tinha os nomes dos corredores, tinha um uma francesa que que corria lá, todo mundo só queria ver a francesa correr. Era legal. Mas
como é que era? Era na rua, né?

E as pessoas iam para rua assistir.
Era. Porque tinha o circuito, né? Da Gávea, ia para Avenida Niemeyer e via era um circuito imenso, sabe? E aí ficava hum to Gente de todo lugar ia ali para assistir. É onde passava as baratinhas. Ficava com as famílias tudo ali que moravam por ali mesmo, né? Aí ficava assistindo as corridas né na sombrinha ali. Era legal.
E esses sete irmãos, eles não tiveram filhos?
Tiveram, te teve, teve, quero dizer, três morreram né novos e teve um que tinha um um tinha um tinha um sobrinho. E e Tem dois sobrinhos rapazes, e também casados, e também já di divorciados. Até que não tem muito, assim, convivência aqui. Ele casou e tudo numa boa, aí depois se divorciou, cada um ficou no seu canto, não procurou mais, eu também fiquei na minha. Sabe como é que é, né?
Sim.
Depois também eu eu casei também, mas hum não eh não eh até muitos sobrinhos, eu não tenho muitos sobrinhos não. A família minha é pequenina viu, muito pequena, que eu sozinha com esse filho. Ele não tem filho, porque que não eu, a família não aumentou. Os filhos, irmãos todos morreram.

Ah, foi por causa do... Foi um um um foi um bocado triste, né? Porque ele ficou é aquele tempo todo com a gente ali, né? Depois, ele... Não, antes, ele ele e os colegas todos moravam sozinhos. Ele... Puxa, meu pai, eu sou o único homem que ainda estou aqui morando com meus com vocês. Eu vou Ele queria ter a liberdade dele, né? Porque, sabe como é? Ele morava com o pai e a mãe e tinha que respeitar, né? E aí, meu marido falava, tudo bem, você pode namorar lá fora, tudo aqui em casa, não, né? E aí, então, ele disse, eu vou arranjar um apartamento lá em Copacabana. Ele arranjou um apartamento e foi morar sozinho, mas foi pouco tempo, ele já estava já há muitos anos comigo, já mais de trinta anos que ele tinha, já estava um homão velho, Aí depois ele ficou morando lá um tempo, aí imobiliou tudo, arrumou tudo, ligou a geladeira, ficou morando lá. Aí depois de ele veio ele para aqui para São Paulo aí logo ele casou. Ele já tem, acho que tem vinte anos ou mais de casada já. Ele já está aqui, já está há bastante tempo aqui em São Paulo. Nem sei quantos anos que ele está aqui. Mas ele agora já está acostumado aqui. Mas é... Mas eu não sei. Não Eu go gostaria de ter um netinho, sabe? Mas hum não eu acho que não tem que ser, né? Quando a gente não tem que ter, não não adianta a gente rezar muito não, porque quando quando Deus não dá, ele sabe o que está fazendo, né? A gente não adianta a gente ficar fazendo promessa que às vezes não dá certo, né? Porque não tem que ser, a gente tem que se conformar tudo que Deus dá, né? Mas é isso
é. Depois que o seu

Que atividades? Ah, eu
Eu não tenho, não tenho assim, Eu sou dona de casa. Eu eu eu eu hum eu tenho e você vê eu tenho até uma amiga que que eh desde o tempo de mocinha, ela já vem há oitenta e tantos anos, a gente ainda se encontra, quer dizer, todo fim de semana ela me telefona, ela mora no Flamengo. E eu moro na Tijuca. Ela Quando chega assim no sábado, ela telefona e a gente se encontra. Ela pega o metrô lá no no Flamengo e o metrô passa ali na perto de mim. Aí Aí eu pego o Toda vez que a gente pega o o mesmo, no mesmo horário. Pega assim e vamos para São Espenha e aí vamos lanchar no shopping. Ficamos passeando, ficamos lá dando uns passeios, ficamos vendo vitrines, sabe? Depois, quando é cinco e meia, por aí, A gente pega da o metrô novamente, eu solto no meu ponto, ela segue e solta. É assim que a gente faz viu? Como é que ela se chama?

Minha amiga desde de mocinha. <coughs> Eu trabalhei com ela. <coughs> Eu eu eu trabalhei no no Instituto Bioquímico, no laboratório. Eu trabalhei uns oito anos lá. Ela trabalhou mais um pouco. Ela casou, eu casei e continuou a amizade. Ficamos amigas até hoje. Ela tem três filhos. Tem uma que é da cultura inglesa, professora de inglês. E E tem outra que é também engenheira, mas é negócio de eletricidade, sabe? Ela Ela, eu não sei como é que é o o negócio. Eu sei que ela trabalha numa empresa também. E tem um um filho também que ele é engenheiro também, mas ele está em Angra. Também está numa situação boa, viu? Trabalha naquele negócio, naquelas coisas lá, que não sei nem como é que chama aquilo, aquele emprego... Usina? É, na usina. É ele que mexe com aqueles negócios lá. numa casa, diz que, muito bonita. Mas a gente é amiga desde aquela época, desde o tempo de mocinha.
A senhora não contou essa história do Instituto Bioquímico.
Ah. Foi o seu primeiro trabalho? É, eu eu trabalhava no laboratório, eu trabalhei lá quase oito anos, viu? E ela também trabalhava comigo. E o que que a senhora fazia lá? Ah, lá eu eu eu trabalhei em vários lugares lá. Primeiro eu comecei, era embalando, enchendo caixinha de empolas, oh rotulando Depois eu eu eu fui transferida para o para o que é sétimo andar, ficava no de distribuição de de remédios, não sabe? Eu sei dizer que que tinha um um remédio lá que chamava Vivax, que eu não sei se ainda existe esse remédio, viu? E E e o dia, eu e eles estavam, tinham umas meninas lá com aqueles cabelão grande e e estava contaminando tanto remédio, sabe? Eu tinha o cabelão também grande, e eu tinha um cuidado, eu sempre tive muito cuidado. E aí, um dia, eles fi ficaram lá, fizeram um... Eu eu sei que controlou lá, mas eu não estava sabendo de nada, não. Estava pensando que fosse eu, sabe? Eu... Eu tinha um cuidado, eu não passava o dedinho por dentro da rolha do vidrinho do remédio, nada. Tinha um cuidado. Aí, quando um dia eu desci, na hora do almoço, aí eu tinha um médico lá, ele bateu nas minhas costas, parabéns. Eu digo, por quê? Você que ganhou o primeiro lugar, você que menos contaminou o remédio. Digo, não é possível. É É. Você que menos contaminou o remédio, está vendo? Eu tive cuidado. <laughs> Mas era assim, sabe? Mas eu trabalhei lá, Eu era feliz ali naquela época. Então, eu era mocinha, solteira ainda, né? E nós ficamos lá mo trabalhando esse tempo todo. Depois, eu ainda saí primeiro.

Depois, ela foi transferida, ficou na mesa de telefônica, ficou. com aqueles aparelhos, né? Trabalhando de telefonista no escritório lá. Mas ela ela ficou mais tempo. Depois ela saiu também. Casou, o marido... Ela queria continuar trabalhando, mas o marido disse, não. Eu te dou o teu dinheiro, <laughs> mas você vai ficar em casa. E ela teve três filhos, né? Eu só tive um. Ela teve três, mas não trabalhou mais. mas ela até hoje ela ainda reclama. Ela diz, poxa, eu podia estar com o meu salário, estar recebendo o dinheiro, <laughs> e você não sei o quê, mas ele não... ciúme, né? Ela agora está velha né, naquela época ela era novinha, bonitinha, e ele não quis que ela continuasse trabalhando. Agora mesmo, quando eu venho para aqui, não demora lá, hein? Eu digo, tá, não vou demorar não.
E por que que a senhora saiu do do Instituto Biológico?
Do Do Bioquímico. eu saí porque eu eu o o marido também não queria que eu ficasse trabalhando. Ah Antigamente tinha essa bobagem, hoje em dia não, né? Toda moça trabalha, né? Mas, naquela época, casava, tinha que ficar ali em casa, era cuidar do marido, cuidar dos filhos, né? Era era aquela Hoje em dia, não. A moça ajuda, né? O marido, tão legal. Mas, naquela época, era mais... Não não gostavam, né? Sei lá. Agora, não. Agora está tão diferente, né?
Aí a senhora pediu demissão porque casou. É
É. Aí o patrão veio. Por que que você vai sair? Está ganhando pouco. Ele queria me aumentar. Eu disse, não, é porque eu quero sair mesmo. Viu? Mas isso aí... Também eu tinha minha mãe ainda doente, sabe? Eu não podia ir trabalhar e ter um marido, ter minha mãe doente. E eu só um de problemas que tinha que... E eu disse, não, então eu fui ficar em casa mesmo. E aí foi bom.
E aí nunca mais trabalhou
Não, nunca mais. Fiquei Fiquei em casa com o marido e e pronto. E estou aqui a velha com essa desse jeito, com essa idade toda. Ficou custando, né?
<laughs> E a senhora vem muito a São Paulo visitar o?
Venho muito. Todo ano eu venho, porque no Natal quase sempre eu venho passar. Agora, essa vez eu vim por causa do do dos exames que eu vim fazer. Eu tive que fazer exame, porque eu fiz uma operação na carote daqui. E agora passou três meses, e eu tive que vir para o médico, tive que passar três meses para ver como é que está. E aí, está tudo bem, graças a Deus.

De, não, você você vai lá, você vai gostar, que não sei o quê. Eu estou gostando mesmo. <laughs> <laughs> Agora vocês não reparam até minhas bobagens que eu estou falando aí. Imagina. falando tudo errado aí. beber mais um pouquinho de água.

A senhora não falou. Que lugar que era
lá de Portugal? Olha, a minha mãe... a minha mãe era num lugar que se chamava Paradinha. Mas eu não conheço. Eu tinha umas primas que que escreviam para mim, sabe? Mas acho que já morreram. Eu já ia ser velha já, né? E ela tinha uma irmã. e escrevia e tudo. E tinha essa prima que ela mandou vir, né, para criar a gente. E e E a minha prima que que se correspondia muito, mandava correspondência, mandava muita coisa para ela e tudo. Eram e tinha uma prima que tinha uma situação boa lá. E tinha outras que eram mais pobres. Mas eu não conheci só por fotografia, sabe? Nunca... Ainda tem alguns parente lá que eu não conheço.

Eu não conheço, não. Mas tinha uma que tinha uma situação boa lá. Morreu a prima e o marido. E tinha um filho. E quando o meu marido ainda era vivo, um dia ele disse, vou, é sem telefone, eu vou descobrir o telefone, vamos ligar para lá. Aí um dia ele procurou, procurou, procu, até conseguiu o telefone de lá do lá do de Lisboa, sabe? Ah, então eles são de Lisboa. Era Lisboa. Aí ele ele pegou e ligou lá para Lisboa.

porque eu nunca tinha falado com ela, né. Poxa Poxa, eu estou aqui no Brasil, quando você vem aqui? Quando que você vem aqui? Eu digo, ah, qualquer dia, qualquer dia. E nunca que houve essa oportunidade.

E a e o hotel, Ficava pertinho da residência onde que mora a minha prima. Foi uma coincidência.

Pagou um dinheirão. E E agora ia para lá, ele foi lá, almoçou, jantou lá na casa das primas, não sabe? Mas depois ia para o hotel, porque depois eu paguei e agora eu vou... para lá, ia lá fazer visita e voltava para o hotel. Depois, pelo telefone foi só uma vez, viu? E E aí eu mando o telefone, manda o, depois eh ficou naquela coisa até hoje. Já tem um tempão viu? Que eu estou, eu eu vou telefonar, eu vou e passo o tempo, passo o tempo, eu não conheço ninguém, né? Fica assim, só mesmo por fotografia, assim.

Ele foi lá. Mas eu não conheço meus parentes de lá,
Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Não Olha, uma história, que a senhora lembre e queira deixar registrado? <laughs>
Ai, meu Deus do céu. Eu posso contar um um um uma piada? Claro!

Você vê se eu vou me lembrar. Tu sabe por que que um homem bem sério, o que que faz ele virar a cabeça? O que?
Fala. Não sei.
Mulher. Todo mundo pensa isso. É É o pescoço <laughs> que faz ele virar a cabeça. <laughs>

Sabe o que eu fui? Eu fui no meu médico cardiologista e estava a sala cheia de gente lá esperando a desocupar a minha vez, né? Para mim sair. Aí ele estava tão tenso, tão nervoso, com tanta gente para ele ir atender. E aí, quando chegou na hora de me dar a receita e tudo, aí eu eu eu que estava sério, sabe? Sabe?

O que que faz um homem bem sério virar a cabeça? Ele ficou pensando assim e ele não se lembrava. Sabe o que é? Isso é o pescoço. Mas, menina, <laughs> ele deu uma risada tão alta, sabe? Mas aquilo desofilou o fígado dele. Ele Ele estava muito nervoso, mas ele deu uma risada. Sabe que lá fora estava cheio de gente esperando. Ficou tudo assim, espantado de ter aquela risada tão alta que ele deu. Ele disse, nossa senhora, eu acho que eu fiz bem. que eu fiz ele dar uma risada tão grande. <laughs> Todo mundo pensa que são as mulheres, né? Não é. <laughs> É o pescoço. É história.
<laughs> O que que a senhora achou de dar essa entrevista?
Eu não ouvi.
O que que a senhora achou de dar essa entrevista?

Na hora a gente não não lembra, sabe, das coisas que. Se tivesse me falado antes, eu tinha... procurado mais coisas, é que agora, no momento, a gente não lembra de muita coisa do passado, né? Que tem muita coisa, tem muita história, sabe?

e e fosse dar do outro lado, porque foi do lado direito. E disse, meu Deus do céu, se tiver outro negócio do lado esquerdo, eu tenho que fazer outra operação. Eu estava com maior medo. Mas, graças a Deus, Deus foi bom que o médico disse que está tudo legal. Eu disse, gra, ele então vamos comemorar. E ele falou, e dessa surpresa, eu não sabia o que era. É isso. Mas, olha, eu estou satisfeita, viu? Vocês estão legais, viu? <laughs> <laughs> São muito legais. Tomara que que dê certo, que esteja legal, <laughs> que eu estou, <laughs> estou... Está ótimo.
Muito obrigada. De nada.